Tá, então vamos Eu queria que você começasse falando o seu nome completo, local e a data de nascimento.

e quarenta e oito Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. E

E qual era a atividade profissional dos seus pais e do que você lembrar dos seus avós também?
Eu posso dizer assim, a base eh estrutural, educacional, cultural, humana. Formação nós somos uma família de negros do com índios, brancos do sul do Brasil.

Foi um homem muito esforçado, um um homem de grande esforço altruístico, fundou escolas naquela região do do do Brasil, no Rio Grande do Sul. Eh o vovô eh fazia de tudo. O vovô fazia eh chegou a ser reverendo pastor, buscando os caminhos. Ele foi alfaiate, sapateiro, carpiteiro, era tudo. O vovô era um homem que fazia tudo.

toda do que eu me lembro da família assim, de um todo, né?

da ponta ali do do Brasil né.

Então, eh esse foi um um um começo da minha da minha estrutura familiar, que foi né, primeiramente, com meu avô, com base principal, depois do papai e mamãe. Aí houve separação, aí começou, Um trabalho de, por exemplo, muito cedo mesmo, como eu tinha a felicidade de conviver com orquestra e com músicos ao vivo, tive a oportunidade de de vir me desenvolvendo. Então, por exemplo, eles tocavam jazz jazz, música jazz, tocavam Duke Ellington, Count Bass, Benny Goodman, Art Shawl. E tinha um lado típico, que aqui caía na música, eh por exmplo já caía na influência do tango, já caía na coisa da música mais erudita, clássica, né? Então toda essa formação é é o meu começo de vida, assim.

Do seu pai.

E você disse que você vem de uma família de negros e índios ali do sul do Brasil, né? É É
É, esse lado da família do papai, do vovô, negros, descendentes de africanos, né?

A vovó já era uma mestiça sarará eh com portugueses, negros e portugueses.

Um avô espanhol e com uma avó mestiça também com com índios. Entre os burgres na na miscigenação da família ali. Aquela coisa.

Seu pai Isso Te homenageou. Homenageou

É o nome da luz revolucionária, umas coisas assim, umas analogias, as viagens de pai, né?

Seria isso.

Caminharei por aí com
E você tem irmãos?
Tenho irmãos. Eu a pri eu tenho a idade do casamento do papai e mamãe. Esse primeiro momento vida.

Uma guria feliz, dois filhos, alegre, boa mulher, lutadora, linda.

Uhum Eu queria que você descrevesse como é que era a rua, o bairro onde você morava.

Logo que deu-se a separação do pai e mãe, eu era muito menino né, jovem, quatro anos, eu fui viver com o vovô e a vovó. Fui para Dom Pedrito, depois que eu falei Santana do Livramento e tal, e fui estudar em Santa Maria. Fui viver na cidade de de Santa Maria, onde foi um momento... Eu tenho muita coração muito feliz de amigos bons, de uma possibilidade de estudo, nos colégios locais, em Cícero Barreto, onde fiz o o primário, depois no Colégio Santa Maria, onde fiz o ginásio. e jogava basquete no clube da cidade, nos clubes atléticos de lá, tinha então jogava futebol no Rio Grandense, ideal, então eu tinha uma relação maravilhosa com os com os meninos e jovens dali, numa fusão com homens brancos, negros, enfim, num convívio, eh devido ao esforço do meu avô mesmo na preparação, Eu tive um uma condição de convívio muito limpa, muito clara, muito evolutiva, com amigos respeitosos, carinhosos, finos. Então, penso que esse momento de vida meu foi muito foi muito claro para você ter uma visão do mundo em relação a convívio, educação humana. Foi muito legal. Santa Maria foi muito bonito para mim.
E como é que era a cidade nessa época? A rua, a casa?
Eu morava numa casa muito bonita, com, em primeiro lugar, com uma entrada, um birô, um escritório, com aquelas uma bela biblioteca do vovô, com aqueles nanquim com penas. O vovô era um foi e se tornou um grande fotógrafo.

com essas essa chance de vida. E vivenciávamos todas umas estruturas, porque lá eh a cidade era muito bonita, era uma cidade muito forte, no no na aviação férrea do Rio Grande do Sul, tinha essa característica muito grandiosa.

nesse clube onde eu também comecei.

Década de cinquenta, eu era um menino e tinha oportunidade com aquela orquestra de conhecer coisas da música de todo mundo, e conhecer o frevo nordestino do Severino Araújo, os chorinhos... Pichinguinha, através das orquestras, a música. Então, a música sempre foi meu meu âmbito de abertura para uma visão planetária da vida.
E o fato do seu avô ser fotógrafo, você acha você se lembra de alguma de alguma cena especial, alguma imagem? Onde você qual a sua relação com essas fotografias do seu avô?
Por exemplo, eu... Eu trarei eu trouxe eu trarei traí fotos dele aqui, para que ter a oportunidade de mostrar a fotografia dele com o, eu eu mesmo eu menino, coisas assim, sabe? Eu e Enfim, muitas fotografias, ele era um grande re fotógrafo retratista. Então, tem muitas coisas, muita coisa da obra dele. E o trabalho dele.
Mas você se lembra de alguma cena especial? Aham
Ah, me lembro da da da da da da daquele tipo de de máquinas e estúdios dele, né? Aquelas máquinas antigas que o cara entrava para dentro e pá, era uma loucura. Me lembro do... Agora, detalhe particular assim, pessoal é o quarto escuro de revelação, de vez em quando ele me trancava ali para eu ficar uns minutinhos para ver se eu tomava juízo. <laughs> Dava uns castiguinhos assim. Era um homem bom. Eh E eu me lembro dele o esforço dele em todos os aspectos, pela cultura, pela educação. Ele gostava da leitura, gostava da história. se esforçava para que se esforçava para que nós conversássemos corretamente, tivéssemos um desenvolvimento bom, estudássemos em grandes escolas. Era um homem assim. Um homem que era esse orgulho que eu carrego é o é o é o é o fato dele, por exemplo, ter conhecido a vovó lendo o jornal de cabeça para baixo, fazendo pose para ela. Até que ela olhou, naquela época a gente não tinha fotografia, Sei que ela olhou, gostou do negrão também, olhou, foi lá e virou o jornal e falou, olha, é assim e essa é a letra á. E ele a pediu em casamento. E viveram até muitos anos, quase oitenta anos vivendo juntos. Foi um casal muito feliz, de um amor, de um de um uma dignidade na no comportamento humano, muito muito exemplar, entendeu? Muito bonito, muito forte.
Quer dizer, foi a sua avó que ensinou o seu avô É A ler.
Foi ela. Foi ela E ele se desenvolveu grandiosamente ali a partir desse momento. E e se esforçava para dar a ela um uma vida, para uma coisa que ele entendia como eh eh como dignidade mesmo, como um negro que tinha tinha tinha tinha força, tinha condição, tinha talento, valor para fazer uma família... Sabe, ter uma condição humana, correta. Então, eh ele se esforçava por isso. E mesmo nos clubes, união familiar, ele foi se esforçando nisso. Em escola.
E quem tocava? Ah, seu pai que tocava na orquestra.
É, porque o vovô também tocava. Ele tocava flauta e. Então, ele sempre teve um... Ele era ah pela arte, pela literatura. Ele sempre se esforçou para que nós tivéssemos um desenvolvimento... uma capacidade de né de enxergar os tempos.

Eu cursei o primário, naquele tempo que tinha o primário, depois a admissão. Foi muito bom, foi maravilhoso também. Foi um lugar eh onde eu conheci onde eu conheci assim todo todo tipo de pessoa, porque eu vinha... Como eu tinha um um viver bastante musical, artístico, eu via a Orquestra ensaiar, eu vivia em função disso. E e na escola era uma oportunidade que eu tinha de ir com os a os amigos, conhecer as gurias. As gurias já me apaixonava, eu ficava apaixonado. Como dizia o papai, vem cá, mas ela sabe, <laughs> a namorada, né? E as Mas a as meninas, então os a os amigos, foi muito bonito esse momento meu, deu para desenvolver.

Eu relembro, assim.

Era um um uma escola de irmãos, de de padres, né?

Fui fazer o ginásio lá.
E quais são as lembranças que te marcaram? Tem uma lembrança ou lembranças especiais Ah tenho Desse período escolar?
As lembranças, assim, eu era... Acho que eram os trabalhos manuais, a oportunidade de de ouvir pessoas falarem sobre coisas que eu novas para mim sempre. Novas, por um lado, porque você ouvia falar, porque em casa eu tinha uma preparação grandiosa. Então, eu nunca tive muito assim a escola para mim era um local de de de convívio, de aprender sobre estar O que é que é ter um mestre, alguém te ensinando? Eu tinha um pensamento assim, jovem. E por exemplo, né eu era um menino que nun nunca tive um problema na escola, nada. Eu era meio era Aquele momento para mim era ímpar impar assim, era um momento de convívio mesmo.
Essa preparação que você tinha em casa, como que era, assim, essa preparação que você teve durante o seu período escolar?
A preparação era o seguinte, eu chegava o vovô era um homem que gostava de poesia, de poesia alegre, ele gostava de versar, ele era um declamador, né? E eu vivia em função desses sonhos, dessas ilusões, dessas divagações, sempre vivi esse mundo. o mundo da música, a música que já me fazia chorar. Entendesse As notas me tocavam profundamente, eu tinha uma eu vivia uma vida assim. Eu praticava o esporte, eu não tinha uma noção do que era tudo, eu gos gostava de ler os que o papai lia, seleções. as coisas que falavam do outro lado do mundo, eu já tinha, como eu tinha o meu cantinho, eu tinha o rádio, então eu ouvia em espanhol, rádio em alemã, ouvia muita música francesa, então eu tinha uma oportunidade, de exercitar a mente, não dava para entender tudo, mas tinha você estava viajava com um esforço para compreender coisas, que eu pen eu penso que isso tenha sido um... um grande empurrão na possibilidade de aprender né muito cedo eu já me defini o que eu queria ser músico e cantar, e compor, e escrever eu queria viver esse mundo muito cedo assim eu a única coisa que eu queria ser que eu gostaria que eu pensei em ser antes é foi presidente da república <laughs> aqueles pensamentos e do resto sempre a música mesmo
E de onde você acha que vem essa influência para você ser músico?
Ah, vem é de família mesmo. Pai, musical, a mãe a mãe também. Porque a mãe, Sulema, bem nós nos separamos muito cedo. Eu voltei a encontrá-la trinta e oito anos depois. Já depois da minha conversão budista, agora, uns anos atrás. Mamãe também é uma mulher extremamente musical, rítmica, e o negócio dela é dança. Eu, ao encontrá-la, é que eu pude compreender isso. E eu, particu e eu profissionalmente, dentro do meu trabalho como músico, a trilha, guitarrera e tal, eu sempre fui um músico realmente muito rítmico. É onde a minha aceitação no mercado nacional e no exterior, advém também dessa minha formação, dessa influência de coisas, exatamente por essa essa confluência de de influências que eu vivi desde menino.
Quer dizer, eh então, na na sua adolescência, agora pulando aí alguns anos à frente né, Uhum você tinha um grupo de amigos, como que eram esses grupos de amigos, o que vocês costumavam fazer juntos, os locais que vocês iam, como que era, como foi a sua adolescência?
Bom, pr aí eu já aí eu já saio de Santa Maria, dos doze para os treze anos, pouco antes da revolução de sessenta e quatro ali, e ali eu já tinha dezesseis, pouco antes, treze anos.

E nessa época eu rapidamente comecei a...

com influência americana dos Ventures, ingleses dos Shadows. Mas tinha uma base familiar, uma base de música, que eu tocava uma umas outras coisas. Mas era um conjunto de guitarra, jovem, e eu in eu colocava todas aquelas influências naquele trabalho.

Esse era o baixista, meu amigo de infância, que hoje se tornou um grande empresário e tal. Na área artística.

Estudávamos. Né eu saí da treze anos. É, quator, treze anos.

Fui fazer o o científico ali.

Na televisão. E o grupo já começou a fazer um sucesso regional muito legal. Então eu estudava e tocava. Os fins de semana, eu tocava. E o resto do tempo eu estudava. E jogava bola, que eu sempre gostei de esporte. Basquete eu fui jogar na sociedade israelita.

Basquete e vôlei. Foi um dos poucos atletas que jogaram duas modalidades na seleção brasileira. E já em Porto Alegre, dentro da família, dessa estrutura familiar que vai se vai abrangendo, vai abrindo, tinha um clube, que é o clube mais antigo de negros do Brasil. É antes da abolição da escravatura, que a família também faz parte.

É de mil oitocentos e Existe até hoje.

de pessoas, meninos, enfim, que gostavam da mesma coisa, da área musical, da cultura, enfim, você vai, né, arte.
E você chegou a tocar nesse clube, nesse clube nesse clube Floresta?
Cheguei a tocar e toco, esse ano, inclusive, recebi recebi uma homenagem ao no no clube, nesse clube.

Pela luta e tal, né?
Qual luta?
Pela luta de de um artista... Um artista brasileiro, por exemplo, no meu caso, eu sou aquele menino que saí muito cedo, com meu conjunto Os Brazos, dezoito anos, e tenho mais ou menos assim aproximadamente quatrocentas canções gravadas no meu país, com mais de mil e tantas participações como músico em discos de vários artistas, desde sempre, né? Então, você sabe como é que é quando você, por exemplo, como artista com carreira solo, é... Tenho catorze discos no Brasil, né? E você caminha mundo, você faz uma luta em prol disso, ou seja, de você conseguir estabelecer uma caminhada correta, honesta, onde a sua música tenha que ver com o seu comportamento. com a sua personalidade, com o seu caráter, o que você vem transmitindo. Né uma e geração, você vai fazendo um trabalho. Por exemplo, eu vim eu passo pela falange rock and roll, reggae música eh music, surf music, soul, choro, samba, tudo, porque é tudo incluso né no meu trabalho. Então, por exemplo, agora você... Depois assim de são quarenta anos gra gravando com todo mundo, são mais de duzentos intérpretes. E nessa geração nova também muitos. Então, é um é um parece-me que as pessoas que que organizam esse tipo de coisa reconheceram um um trabalho que tem uma ligação com o tudo, né? daquele menino que começou lá, filho daquele senhor, neto daquele outro, que saiu para para saiu do Rio Grande do Sul, veio caminhar São Paulo, Rio, Brasil, depois um tempo de Europa, tocando pelo mundo, e voltando e continuando sempre o trabalho. Nessa eh por exemplo, eu eh hoje assim, eu eu fico muito feliz que a gente começou um trabalho que hoje é intitulado Samba Rock, Aqui no Rio Grande do Sul era Swing, Balanço. No Rio de Janeiro, São Balanço. Com Jorge Ben, com o Tim, com o Bebeto, com todo E uma geração, duas du trinta anos após, uma outra ge uma geração de brasileiros jovens compreendem que essa música brasileira eh tem força para o mundo. Como o pop, né? Toda música brasileira, no seu total, ela é forte, é planetária e muito grandiosa. Mas esse é um toque, por exemplo, com uma geração, com jovens como Marcelo Dê dois, eh Seu Jorge, agora Zélia Duncan, grupos como Tche Garotos do Sul, Ultraman, Papas na Língua. Tão jovens, e a todos inter os meus intérpretes também agora, entendeu? Regravando coisas minhas. E isso me enche de alegria, logicamente, porque a gente está aqui vivenciando e vendo que aquele esforço de estudo, de preparação, enfim, hoje tem uma resultante em... né uma em outras gerações. Então, acho que esse seja um dos grandes motivos de alegria de poder falar sobre o trabalho da gente.
É, que é totalmente do bem, né?
Totalmente do bem, é, preocupado com isso.

Como é que era a moda na época? Como é que vocês se vestiam? Quer dizer, você já era músico, guitarrista? Isso Como é que eram os bailes, os namoricos? Como é que era essa época Porto Alegre, aí anos sessenta, a ditadura?

Vamos voltar, o que é que você se lembra desse período?
Eu me lembro de tudo Né eu tinha um pai radiotelegrafista, um homem da aviação ferro, um homem da comunicação. Então, eh eu eu lembro-me, assim, do dos conceitos das coisas, vamos dizer assim, certo ou errado. Você vê dentro do seu próprio país, aqueles que falam o mesmo idioma, a tua gente envolvida por um por umas lutas internas, umas coisas, devido à mente... que e eu ficava um pouco interpretando as coisas, porque eu posso dizer que a minha geração, minha meus amigos, todos estudavam.

Então, nós aquele nível de vida que o vovô vinha trazendo até então transformou-se em outra coisa. Sem problema nenhum para para vamos dizer assim para a formação, para a educação, porque já tínhamos uma base es eh legal. Mas deu para sentir uma diferença. Mesmo assim, lá no sul do Brasil, eu via toda a rapaziada, toda a gurizada, as meninas, todo mundo estudava. Era diferente. Então, nesse ponto, mesmo a negadinha nas quebradas, todo mundo tinha caligrafia bonita, sabiam falar. A gente tinha influência do mundo, da música internacional, então a gente tinha oportunidade de de assimilar palavras, frases, versos. A gente estudava francês, inglês, latim, espanhol. Então, né ageografia, matemática, português, geografia, ciências, era isso. Então, parece-me que naquela época tinha a gente tinha uma condição, uma base educacional bastante... Era forte. E eu via quase todos os meus amigos completamente esclarecidos em todos os assuntos.

Adolescentes. Vivenciava coisas e gostava de, lógico, quando, namorar e rararara... Ir para os bailinhos, naquelas reuniões dançantes, o rock chegando, a o começo da loucura pegando. e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis eu vim embora. Eu já saí dos dezoito anos.

Viemos tentar a vida.

Nós quatro viemos para cá. No no quarenta

Era jovem guarda aqui, Roberto Erasmo Vanderléia, amigos já que eu já conhecia do Sul também. Porque a música, a gente tinha um um trabalho que as pessoas iam perto. Chegava no sul, lá tem um grupo de músicos lá, tem meninos lá que tocam guitarra e tal, uma banda boa, então a gente conviveu com essas pessoas. Eu conheci Roberto, eu conheci Erasmos, eu conheci a Vandeléia.

E a gente foi contratado, pela era por três anos, nós ficamos contratados dessa rede de televisão.

Então, tinha essa experiência, muito rapidamente, começamos a tocar e a gravar com todos os os artistas.

Aquela coisa, não, não é só fazer sucesso, ganhar dinheiro, é música, você tem que trabalhar corretamente, desenvolver. A gente já né tinha noção, mas esse mestre veio nos orientar musicalmente. Através dele, nós nos torna nos tornamos um uma boa um grupo bom de estúdio. Então gravamos com quase todos os nomes. e sete pas pintou a passeata com outras guitarras né. Foi o primeiro grande choque, assim, com com os ídolos. que a gente tinha, como o o o Gilberto Gil, a Elis Regina. Deu um grande choque para mim. Aqueles ídolos nossos, os caras estavam com outra as guitarras, falavam que a gente era alienado, porque, lógico, que tinha uma influência, mas era a rotação planetária mesmo, tem que tem que ir, né? Então, isso foi o primeiro grande choque, causou um efeito, nos tornamos um homem na lista negra da ordem dos músicos do país. Então, aquilo a gente, eu, eu menino, não entendia muito bem esse afastamento, né esse esse lance da separação.
O que vocês tocavam? Que tipo de som?
A gente tocava as músicas da gente, tocava influência, tocava a influência de Beatles, Rolling Stones, Dave Clark, Fiverr, Ventures, Shadows, e tocavamos e tocavamos música, música nossa, música do Eduardo Araújo, que o Eduardo Araújo se vinha jovem guarda, enfim, movimento rock mundial. Éramos éramos um assento desse tempo mesmo, entendeu?
E essa passeata, como foi? Conta um pouquinho. Onde onde aconteceu?
Aconteceu parece em São Paulo. Eu me lembro que até saíram algumas coisas na revista Cruzeiro, os fatos de fotos, manchetes da época. Então, parece... Como diz o ministro próprio ministro Gilberto Gil, foi um equívoco na época dele. Um pensamento realmente, um grande equívoco. que isso quando se distancia corta as coisas causam ca causa né fazem efeitos tiveram efeitos muito constrangedores em muita gente o meu próprio mestre sonou o primeiro nome da lista negra da ordem dos músicos do Brasil segundo umas coisas meio que a gente não tinha muita noção Era que nem no tempo falavam o doutor, o doutor era o doutor. Né hoje você fala doutor, pode ser um ladrão, um safado, um sem vergonha. Isso aí já mudou. Mas naquela época tinha isso, e a gente era jovem. Para chegar num contexto, noutro numa outra cidade, no maior centro do país, a maior cidade da América, São Paulo né, aprendendo coisas, a gente era muito puro mesmo. Para você ter uma ideia, a primeira vez que a gente foi fazer o programa do Chacrinha, a gente ficou no aeroporto com os instrumentos, todo mundo foi, a gente não sabia, não sabia nem o que tinha que fazer. Quando só fomos nos tocar, porque as pessoas voltaram do programa. E nós quatro sentados ali. É uma verdade. Éramos meio assim. Éramos isso.

Para vocês serem uma um um grupo fixo da da da casa.
Como é que era isso A gente tocava no programa. Linha de frente dos Vips. Sérgio Reis, Tonio Marcos, Manuza Manuza e todo mundo. Daí vinha Martinha, Marcos Roberto, Dori Edson, eh Newton César. Enfim, tinha outros grupos cardeais. Sombeat. foi êne ésse chu foi aí que eu conheci ó seis, antes de se tornarem os Mutantes, Ritali, Serginho, Arnaldo, acho que Neninha, Nando, eh muitos muitas coisas antes de acontecerem os grandes booms, aqui em São Paulo. Então a gente tocava numa boate chamada Salum, na Rua Augusta, boate salum a gente foi contratado nessa boate, então a gente tocava ali,

Então a gente gravava com esse grupo com esses grupos.

E muitos convidados. A gente tinha oportunidade de tocar instrumento com Ciro Monteiro, Aracide Almeida, Calbir Peixoto, com todo mundo. com todo mundo, com todas com todas as gerações, a gente ia ia tendo a oportunidade de desenvolver.

Nesse lugar também foi lá.

Ela tinha oitenta e quatro pe oitenta e quatro quartos, era um convento antes. E ali era o lugar dos artistas, naquela década de final de sessenta
Setenta E você morou ali?

Porém, aqui era um lugar, um encontro de dos intelectuais, dos músicos, poetas, Zequete, dá um castelo, aí com esse Paulinho da Viola, todo mundo ia ali. ali tinha um tinha um convívio de de tudo que é tipo de de gente muito ligada à arte, à cultura.

E de algum fato, marcante, deve ter muita história dessa época né. É
Ai, ai, ai, não para, que tanta coisa... Eu me perco. Ok

Algum fato, alguma história que tenha te marcado nesse período?
Eram muitas. Era muita história Era muita história porque era o seguinte eu morava nesse lugar, mas eu fazia televisão. Então, eu tinha esse convívio com todo mundo, mas vivenciava uma série de coisas. Eu, por exemplo, escrevi uma música, vejam só que desgraça, e e essa desgraça é muito E eu no solar da fossa, vivendo em meio aos gênios, e a Jurema a cobrar, e eu sem grana para pagar. Tão duro esse era o papo.

E ela era dona da de tudo, ela que dirigia aquele monte de gente né, da loucura, entre aspas. Mas era um pessoal. Então, digo foi de muita muita experiência de você poder conviver com vários tipos de artista, de tudo que é lugar do país né.

Conheci aí eu comecei a a produzir também. Através do senhor.

Pessoas realmente muito musicais. Então eu co eu eu comecei a a a produzir discos também. E gravava como guitarrista.

Aí comecei a a caminhar, tocar. Enfim, aí montar grupo, tocar com o Raul Seixas, tocar com o Tim, Jorge Ben jor.
E nesse momento você morava no Rio, então?
Nesse momento, setenta sim, no Rio.
E como era o Rio daquela O que você se lembra daquele período?
Ah o Rio... O Rio é aquela coisa lá, aquela alegria, aquele negócio mais de beira-de-mar, todo mundo nu, né? O físico, a sensualidade existindo, você desenvolve eh viajando em busca de aventuras e romances, enfim. Você está exposto ali, né? Aquela coisa natural para você que não é nascido naquele ambiente. Você vai cruzando e tendo a oportunidade de de vivenciar coisas que para você eram diferentes. Rio de Janeiro, aquela alegria, aquela beleza, aquela coisa linda. Então, vivenciava isso. Porém, ao mesmo tempo que era isso também tinha uma, era muito era tudo misturado né, tudo muito próximo. Então, é tudo vivenciando junto todas as coisas e. Mas era um lugar onde se podia se andar tranquilamente em qualquer lugar ainda. O grau de de atraso, de escuridão que vem tomando conta não só do Rio, do nosso país, enfim, dessa educação humana que vem se transformar num tempo de tanta violência, né não era assim. Anos setenta era bem mais tranquilo e o desenvolvimento de de amizades, enfim, de convívios ainda se fazia forte. E a música ainda tinha muito da harmonia reinante né, não só essa influência tão grande da valorização eh dessa dessa coisa da música americana mesmo, tão forte. Então existia um todo um quê de de preparação com os movimentos, mesmo dentro da Jovem Guarda, o Topicalismo, a Bossa Nova, que já vinha. Então tinha um um lírico viver junto

Eu fiz escrevi essa música, que desgraça, no Solar da Fossa, era o título assim né, entre aspas. Por exemplo, os os Mutantes foram que gravaram a música. Eles também documentaram a passagem deles por ali. Esse lugar foi muito Penso que todos eles, o pessoal que morou ali, né? Algum deve ter músicas e coisas.
Quer dizer, eram apartamentos... Apartamentos, eh do número um E quanto tempo você morou lá?
Ah eu morei primeiro em sessenta e oito, depois morei em setenta, setenta e até o fim, até perto de de fi de finalizar.

Quer dizer, e nesse período, então, no Rio você estava trabalhando, mas tocando em boates, como é que era isso?
Não, eu trabalhava na produção, eu tinha estava gravando disco e e e e e guitarra, né? Tocava minha guitarra com todo mundo, com os amigos, gravava, gravava bastante, entendeu? Esse tipo de...
E voltando ainda um pouquinho ali, a gente falou um pouquinho da sua adolescência, tem uma pergunta que eu acabei passando, que era da dos dos namoros da época. Você teve assim uma primeira namorada que você se lembra, que tenha marcado, que você queira falar, enfim?
É, eu me apaixonava bastante, eu me apaixonei muito. Mas é engraçado, assim, a primeira vez assim que eu me senti apaixonado, apaixonado e amando alguém, chorando por um sentimento de amor de quem eu queria e não tinha. Ela não existia, mas eu precisava. Eu não havia. Eu era menino, devia ter uns dez anos, onze anos. E foi ouvindo o Nat King Cole, aos meus amigos, que ele cantava em português e espanhol. Esse disco foi me marcou muito, muito, muito, muito. E tinha uma música que se chamava Ansiedade. E a outra, Ojos Negros. Isso foram coisas que me marcaram muito. E os amores, eu tive gurias, me apaixonei, sim. Eu me apaixonei por por algumas gurias.

E, bom, vo você você teve algum noivado? Você Não Chegou a ser noivo?

Eu não namorava nem noivava, nem nada disso.

Você tem filhos?
Tenho filhos. Tenho quatro filhos.
Quatro filhos.

E e como como foi na sua vida ser pai?

Então, quatro filhos, eu tenho um relacionamento, posso dizer, sincero e honestamente, um relacionamento formidável com meus filhos e com as mães deles também. Nós estamos bem, somos amigos. Nos respeitamos, nos admiramos. É uma coisa assim sem sem trauma, sem loucura, sem nada assim, sabe?
Que bom. E e e assim você acredita que o fato de ser pai na sua vida tenha mudado, tenha provocado alguma mudança nas suas crenças?
Minhas crenças eh... De alguma forma muda... Talvez ah aquilo que eu falava falei, tentei falar sobre o amor antes da mulher, em relação aos filhos, parece que vocês já os têm antes também. Quando eles chegam, apenas passa a ser uma coisa real, passa a a existir. Mas o sentimento, aquele tudo isso, logicamente, quando você vê em em vida a matéria, aquilo toma um um outro significado, aí vai se transformando no decorrer do tempo. Mas é uma coisa que parece que você é inerente a essa essa ligação. É assim que eu sinto. Entendeu Uhum Cada vez mais eles vão se tornando mais amigos e você vai tentando eh fazer com que eles compreendam essa ligação, essa eternidade de sentimento. Porque eu sempre fui muito um homem muito religioso, muito espiritual, talvez seja a palavra. Eu sempre vim buscando o caminho, por quê, por quê, por quê. Fui caminhando, fui buscando religiões, fui buscando em várias coisas. E fui encontrar respostas para os meus aos meus porquês no budismo de Nijiren Daishonin. Eu pertenço a uma organização dedicada à paz, à cultura e à educação, que chama-se Soka Kakai.

Uma organização de budistas leiga, leiga mundial. E já fazem vinte anos, mas foi aí que a minha vida realmente se transformou grandiosamente. Então, é uma luta em em prol da paz, de ensinos do Buda.
E os seus filhos, qual a atividade deles? O que é que eles fazem atualmente?

A outra menina trabalha em em banco, agora formou-se em recursos, em direitos hu humanos. E o e tem um que é o terror. O terrorzinho está estudando ainda.

ele falou para mim o que é que ele é mesmo. Eu não posso nem sei dizer o que ele é. Foi um nome que eu achei que era uma coisa, mas é outra, foi que nem um. Quando eu ouvi meu filho falar, sou ême ci. Eu falei, ême ci hum? O que é que é ême ci? <laughs> Mestre de cerimônia. Então, tem os os novos os novos nomes no trabalho e nas coisas. Agora, eu nem sei direito o que é que é. Mas, um grande detalhe, para ser feliz, Tem que se esforçar e vencer. Qualquer que seja o obstáculo né. E a maldade.
Assim, você voltando um pouquinho a sua trajetória profissional, você teve esse período no Rio, e daí você falou que teve momentos que você foi tocar na Europa, que você sentiu que a música brasileira é bastante reconhecida né pela sua abrangência.

Alguma experiência que tenha te marcado dentro dessa dessa experiência de tocar fora, ou morar fora?
Ah, Qual Ah sim. Por exemplo, eu fu ah... A primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar para fora foi através do Jorge Ben jor.

Contando a história, como ele me. Foi uma honra, me honrou. Me emocionou profundamente. Eu sempre grato ao amigo Jorge Ben jor fez isso. Era oitenta e dois. E eu tive a oportunidade de tocar com ele. A gente já se conhecia antes, lógico aí já. Oitenta e cinco foi a primeira oportunidade que eu fui to tocando contrabaixo com ele. Aí foi fomos fazer Argélia, tocamos na Itália, na França, Suíça. Foi a primeira oportunidade que eu viajei para o exterior e e me identifiquei muito, muito, muito com a França mesmo. Já, sei lá, sabe essas coisas da ah... Eu já vivi aqui. Eu não tive problema com o i com o idioma, com nada. Saí falando, assim. Quer dizer, me esforçando, né? <laughs> Mas um um grau de comunicação bastante legal. e cinco fiz amigos. Me apaixonei, fiquei com vontade de voltar.

essa primeira oportunidade foi muito legal, foi uma oportunidade que tive de atravessar o oceano com amigos, no caso com o Jorge, e conhecer, trabalhar com músicos famosos, como os junto perto de Miles Davis, foi um um grupo, foi um foi um momento assim com com músicos como cruzei também que também é budista. Eu sou também.

Grandes músicos do jazz. Aí, cruzei com músicos o africanos, porque participamos do primeiro da primeira fête de la jeunesse, depois da guerra da França com a com a Argélia, nós participamos a primeira vez lá. Isso foi em oitenta e. Cinco então, foram momentos assim. Eu estava chegando e vivenciando um ali aquela coisa Eu Europa né, África, muito. A colonização e toda esse esse... Essa colonização né, o Impé, depois a volta disso tudo. Né então, no ciclo do numa visão de eternidade da vida, é assim mesmo.

Aí já fomos para o Festival Jazz de Viena, Mas foi bonito. Aí uma noite era. Aí você tem a oportunidade de vivenciar coisas assim. Uma hora é. Small problems para a gente, né?

Outro dia é Bi.Bi. King, Alfred King, Fre Fred Fred King, os kings da guitarra, né?

É um uma visão que você tem da do comprometimento, da responsabilidade e da igualdade, né? Uhum No No teu crescimento como ser e o que significa um trabalho eh dedicado a realizar coisas. Uns lugares se conhecem, outros não, mas você está no planeta e está fazendo. Todo mundo tem a obrigação de saber. Mas no no quando sabe, sabe que se trata de uma coisa correta, de um esforço, de um artista que né que é bem aceito pela sua verdade. E isso é o mais importante.
E nessa essa sensação de tocar com esses músicos, né? Uhum O que é que você lembra dessa época? Se se tem algum alguma algum fato, algum evento desse período que você tocou nesses festivais e que tenham te marcado, alguma coisa que tenha acontecido?
É é porque é é tanta coisa, e é um todo, né? No momento que você entra, você vai encarar um público de quinze mil pessoas, que você não sabe nem falar o idioma, você não ah você está chegando, você vai apresentar a sua música, e você vai apresentar a sua música, vai apresentar o seu coração.

Tudo que você fala, todas as coisas, medo tem essa ligação. Você, como um homem, você simboliza e representa a sua música. Você é tudo isso. Você faz isso, que você é tudo. Então, esses aspectos de de... Não sei o que eu parava dizer. Se é comprometimento, se é seriedade, se é... Você tem que estar... Há um nível de de de responsabilidade mesmo. Então aí vem o papo da arte, a eternidade, porque naquele palco também já tocou fulano, que já não toca mais. Você também traz os seus pais, toda a base que você tem, daqueles que te ensinaram, os seus mestres. E tudo isso você carrega na naquele momento. Né da educação, do seu país, a índole, o caráter, a dignidade, o esforço que significa você realmente fazer arte. Porque a a a a arte é a flor da cultura, né? Diz o senhor, da arte é a flor da su cultura. Ou seja, e você é um artista que tem que conduzir a tua obra dessa maneira, para que tenha esse caráter na tua passagem pelo planeta. Então, quando, por exemplo, eu tive o momento de tocar com a banda do Bi Bi

Então, quem me deu a guitarra era o John McLaughlin. Não, não, não, minto. John Scofield, que tocava com o Miles Davis, um grande guitarrista, um grande desses jazzmen, fantásticos homens de estudo e técnica e tal. Ele que entregou a guitarra para eu tocar, assim, com muito carinho. Admirei ele, porque esse irmão eh, né? Um guita uma guitarra nas nossas mãos, são quatro mãos, ele me dando a minha dele, eu falei, pô, meu... Vou tocar com a banda do E o detalhe é, por exemplo, que os músicos tocando, eles falam, quando estão tocando, no school band, feeling, que é o blues, né? Não escola, não é escola, é sentimento. Então, você começa a aprender um monte de coisas de... Ali não adianta você colocar a escola, aquilo que você Você tem que colocar o sentimento que está te tocando. E aí a vida e aí rola uma energia que permite muitas coisas acontecerem.
E como é que você se sentiu tocando com o Bi Bi king

Com a com a banda eu me senti... Me senti aquele menino feliz de sempre que veio ao mundo para fazer isso e naquele momento era aquilo mesmo.

Era a mesma coisa para mim. Quere só que aquele lá dos Estados Unidos, com a mídia, o merchandising, a Mar, é um grande do mundo. Mas aqueles também eram grandes do mundo. É assim que eu vejo a música. Todos que fazem com esse coração são grandiosos. Então, logicamente, uns têm mais sorte, muito boa sorte, outros têm apoio, outros não têm. Hoje a gente vê mais que nunca isso, né? Sucesso não significa valor, né? Fama não significa nada de sabedoria, é só aquilo. E o momento desse, o profundo mesmo, aí encerra. Esse rola em todo mundo, né?

Exatamente por isso. Porque eu não era um guitarrista. Normalmente, uh aquela coisa do do instrumento importado, a guitarra, né? Que não tinha. Minha primeira guitarra eu tinha que mandar fazer. Que não tinha. Não existia. No Brasil, poucas guitarras. E saía muito caro, a importação na época. E o guitarrero era o seguinte. Eu toco guitarra, mas eu toco do meu jeito brasileiro. não tem meu jeito de tocar, então o o guitarrista, aquela coisa daquela escola, mas tá assim. E eu sou um autodidata no instrumento, eu sempre... Hoje, por exemplo, tem escolas, tem aula, tem tem... Tu pega ali e tu compra um vídeo de uma aula de tal, tal. Na época eu não tinha nada. Eu fazia band, que chamavam band, para mim era puxar a corda. Para ter cor cordas leves, eh eu tinha que inverter. Na guitarra é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Aí eu usava para fazer os E lá, só. Não usar o mi para poder ter umas cordas floxas para fazer os bends. Então inventando, criando, criando, tentando criar um jeito de conseguir ah aplicar certos tipos de escola do instrumento aqui. E o guitarrero é esse guerreiro mesmo, esse esforço para tocar aquele instrumento de um do teu jeito e de uma maneira própria também. Hoje, com certeza, isso já se já já se faz uma escola brasileira assim nessa área. Antes de mim, por exemplo, existia o Bola Sete.

E ele foi a grande influência na vida do Carlos Santana, que conseguiu colocar a música tropical mexicana no rock and roll. E se tornou né uma lenda viva da heróis da guitarra. Então, eh nesse ponto, eu penso que o guitarrero define essa dedicação e esse esforço para uma maneira nossa de tocar o instrumento.
E, assim, por que você resolveu ser músico? Olhe <laughs>
Sabe que eu acho que eu não resolvi, eu acho que eu já vi já estava resolvido. Eu não teria ido no caminho, eu não saberia vivenciar mais nada eu. Por causa do que eu te te te falei, na escola, onde eu estava, eu estava sempre na música. Eu ia vivenciar os amigos, curtir e tal, mas eu música. A música. Tudo servia para que eu pudesse fazer música. Eu nunca ganhei um pila, a não ser da música. Desde o meu primeiro, um pila. Foi tocando já. Que era uma música né. Um pila é um... Um um real, seria um cruzeiro. Um pila gaúcho né Um pila.

Toquei um montão. Então, foi sempre isso. A música me deu essa oportunidade de sair... com essa veia para o planeta e conhecer pessoas. E hoje podia estar aqui contigo conversando, o que é maravilhoso mesmo.

Eu penso que... que nós, como se como seres humanos assim, é é a o a oportunidade da evolução mesmo. A oportunidade de compreendermos por que estamos passando por aqui, por esse planeta, nesse tempo, onde onde que estão as respostas aos porquês, as necessidades de compreendermos eh a vida e a morte. É inevitável. Sabemos por quê. Para que isso? Porque senão fica fica muito sem sentido com a gen o que a gente está vivenciando no tempo de hoje, de uma maneira tão esdrúxula, tão enlouquecedora. Homens que roubam o tempo inteiro, que enganam, sabe que se matam por causa de nada. que vão tirando as pessoas de uma condição de evolução, de conseguir uma vida humana, e passam a proporcionar ao nosso planeta uma coisa sub-humana, ou seja, ah mentes demoníacas. que levam ao mal e que acarretam problemas a todo tempo, a tudo. Nós, nós os seres humanos, temos vivenciado isso né. O ar que não pode, já está tudo quebrando e vai caindo, o mar, revolto, as ondas de violência né, a terra com abalos. O tempo inteiro tem segundo de coisa acontecendo. E a gente, como ser humano, precisa compreender, interpretar melhor

Nos ensinam coisas que nem sempre são corretas. Na maioria das vezes elas estão distorcidas. E no decorrer do tempo as pessoas vão distorcendo mesmo para os seus benefícios. E a gente tem uma dificuldade incrível, por exemplo, no tempo de hoje, de acreditar.

Falam uma coisa, mas ela já vem distorcida aqui e lá, já distorceu aqui no ensino, aí já virou outra coisa. Né então, eu penso que o principal para nós é é buscarmos mesmo um caminho que, independente daquilo que foi nos dito dito, temos uma sabedoria para discernir coisas na era atual. Isso, para mim, eu acho que é a coisa mais importante dela.

Eu me sinto muito feliz. e honrado por ter a oportunidade de falar de coisas que me pertencem verdadeiramente, desde aqueles que me deram uma vida, até meus filhos. É um amor que eu acredito. Eu me sinto honrado, sei que eu poderi que eu deveria e poderia falar em muito mais pessoas, mas a mente às vezes nos falha, né? Então é nesse momento, então nem sempre a gente lembra tudo. E eu gostaria de de dizer o seguinte, Eu me converti em um homem budista porque rés porque consegui, através do budismo do Nam-myoho-renge-kyo e da Soka Gakkai, as respostas aos porquês que eu sempre esperei. Sobre uma visão de porquê isso, porquê, porquê, porquê, a missão de cada um. Então, isso é algo muito importante que eu faço questão de frisar, Porque realmente isso é uma das coisas mais importantes que um ser humano pode chegar a compreender, a conhecer. É esse ensino. Porque o todos nós todos nós estamos bus buscando buscamos o que uma felicidade. A felicidade é importante porque ela está dentro da gente.

Foi um Obrigado obrigado Prazer conversar com você. Mas antes de acabar, Ah tem mais um Tem tem só uma apresentação que eu quero que você faça. Aham Que Isso depois vai para o site e aí tem um jeito das pessoas se apresentarem que é você falar o seu nome né, a cidade de nascimento, A profissão e a atividade atual, numa coisa. então, até você eu pensei, se você quiser pegar a viola e fazer uma... <laughs> Se quiser. Também não precisa. Eu que estou inventando. Já que você deixou ela aí do lado, então o que é que você falar?

Ah E o que é que você está fazendo atualmente?

Botei corda nova

Também, se se quiser, pôr a viola na jogada.